Eles são também de Araraquara? Sim, são de
né. Meu pai já é falecido e minha mãe está morando lá na cidade.
Você você sabe como eles O que que eles faziam?

Meu pai, na na na época, trabalhava né com com vendas e minha mãe, que eu me lembre assim de algumas histórias, eh também trabalhava na Lupo, na uma uma empresa lá da cidade né, uma empresa que hoje é a Lupo, conhecida internacionalmente. E aí, pelo que contam essas histórias, eles se conheceram, se encontraram, enfim. Aí começou o namoro e até o casamento.
E o que que você lembra de pequeno dos teus pais assim? Como eles eram? Como era teu pai? Como era tua mãe? Seu relacionamento com eles?
Então, eh às vezes algumas lembranças ficam, né, eh eu me lembro, assim, de algumas de algumas saídas com o meu pai, assim, eh a gente eh caçava, pescava, né, algumas coisas nesse sentido lá no interior, eh já com a minha mãe era mais uma relação ali de casa, né, E, enfim, era mais ou menos essa relação. Me lembro também das viagens que a gente fazia em família para a praia, né? Praticamente quase que eh todo ano a gente fazia essas viagens em família, né? Era muito bacana, me lembro, tenho várias recordações disso. São momentos assim que ficou registrado na minha memória, assim, eh bem presente, né?
Você você tem irmãos?

Eu sou, na verdade, o caçula, tenho uma irmã. E um irmão, né o irmão primeiro, é o mais velho, depois a minha irmã do meio e eu,
Setenta e cinco. Qual quais

Cinco. Como que era Araraquara quando você era pequeno? O que você tem de lembrança da cidade, da casa onde você
Então, é uma cidade como uma cidade do interior né, sem grandes acontecimentos, e na na nesse momento ainda da década de oitenta, da década de noventa né eh, a gente jogava bola na rua, a gente tinha algumas brincadeiras na rua. brincadeiras com com os vizinhos, com os amigos né, a gente ainda cultiva cultivava aquelas brincadeiras que hoje a gente não mais vê, né desde bolinha de gude, futebol né, gol caixão, eh corre-corre, enfim, são brincadeiras que a gente na época tinha né, hoje a gente não vê mais isso com as crianças né.
E como que era a tua
Minha casa era uma casa boa, uma casa grande, né? Tem um quintal assim, é um quintal grande. Eu tinha um cachorro, sempre gostei de cachorro, então a gente brincava, eu quero shake, né? E eu fazia do quintal. eu brincava com os carrinhos, fazia né aquele quintalzão, as pistas de carrinho, eu gostei gostava muito de maquete né, então a gente sempre esteve brincando ali no quintal, era uma coisa bem gostosa mesmo, eu adorava a minha casa, a casa dos meus pais né, sempre cul é é o que eu lembro, porque eu não nasci lá, eu nasci em uma outra casa né, fui lá de pequenininho, então a única recordação que eu tenho é essa casa que eu passei aí toda a minha infância até a minha adolescência lá.
E você brincava com seus irmãos? Como era a relação com eles?
Ah, era complicado, viu? A gente, na verdade, brigava bastante, mais do que brincava, né? Mas acho que era coisa mesmo de de moleque, de família, de... Enfim, eh não era aquela relação sadia de irmandade, né? Eh Até porque eu gostava de algumas coisas, ele meu irmão mais velho gostava de outras coisas, e sempre pintava ali aqueles ciúmes, Enfim, mas a gente foi convivendo com isso, né? Eu tinha mais uma relação com com os amigos, eu gostava muito de jogar bola, e do que uma relação mesmo com com os meus irmãos, né?
Você tem alguma memória marcante desse período com os amigos ou uma briga forte com os irmãos?
Na verdade, o que me vem à tona, assim, eh é mais essa essa questão da brincadeira que eu tinha com com com os vizinhos ali na redondeza de casa, né? A gente brincava quase que todos os dias. Jogar bola, assim, era uma situação todos os dias, né? À noite, à tarde, é final de semana. Então, era uma relação muito próxima. Isso isso é uma coisa que a gente tem muita saudade. Então, a gente a gente tem essas lembranças, assim.
E eh esses seus amigos da rua, da que vizinhos e tal, quando você eh entrou na escola, eles também estudavam com você?
É, nós tínhamos ali um grupo que não só era a proximidade pela vizinhança, mas também, eh alguns deles, a gente tinha uma uma relação de escola também né, acompanhou eh desde da da os primeiros anos de escola até o colegial. Então, a gente tinha essa relação muito próxima né então a gente vivi. Eu vivia muito fora de casa, nesse sentido né, de rua, de brincadeira, era uma coisa bem sadia. E até hoje a gente tem relação, a gente tem contato, né? Um pouco mais distante por conta de a gente estar construindo a nossa família e cada um com a sua família. Então a gente vai perdendo um pouco desse contato, né? Mas ainda a gente lembra.
E você tem lembrança dos seus avós?
Tenho, tenho sim. Tenho a lembrança do meu avô, que é pai da minha mãe, né? Ainda tive essa fase de contato com ele, mas perdemos ele eh rapidamente, assim, não lembro de ter convivido muito tempo com ele, né? A minha avó, que é a mãe da da da minha mãe, até hoje está com a gente né eh, convive com a gente. Depois, por parte de pai, aí eu eu tive a perda do do, primeiro do meu pai, e depois eh do meu avô e recentemente da minha avó. Né um pouco mais de um ano.
E como que eram seus avós?
Olha, eh o que eu mais lembro é a relação dos avós eh paternos, né? Porque eu perdi, lógico, eu perdi meu avô materno eh mais recen mais mais mais tempo né, mais cedo, então eu não tenho tanta lembrança assim, né? Na minha avó, graças a Deus, a gente convive, eu frequento, embora muito pouco pela vida corrida, Mas a gente ainda ainda tem essa essa proximidade. Por parte dos meus avós paternos, eh eu acho que pela pela pela pelo tempo de de convivência eh ser mais ter ter sido mais duradouro, eu acho que eu tenho mais lembranças assim, né? E meu avô era era super engraçado, né? Meu avô era um comediante mesmo, de de vamos dizer assim, de profissão. Trabalhou em rádio, tudo, né? Lá para o interior, eh veio veio de São Paulo, veio aqui de São Paulo, nascido aqui. Enfim, era uma personagem, né? Tudo era motivo de de de de gozação, de piada, de riso. Então, uma pessoa assim extremamente extrovertida, né? E e e a minha avó, com aquela calma né, com aquela paciência, com aquela era o ponto de equilíbrio um pouco dele, né? Embora meu avô, com toda essa essa alegria, era uma pessoa também, às vezes, explosiva, nervosa, né? Então, mas assim, a gente tem muitas saudades, né?
Eh e você lembra dessas viagens de família que você comentou? E a família inteira? Ia avô, a avó?
Não, ia nossa família, né? Pai, mãe e eu, meus irmãos, né? A gente lembra muito das viagens à praia, né? Então, meu pai eh viajava com a gente, assim, desde pequeno para a praia. Então, a gente conhece muitas cidades do litoral, a gente viajava em família, conhecemos muitos lugares. Então, isso eu tenho bem na memória registrado, né? momentos de praia, momentos de de de passeios né, então a gente fez muito isso na minha infância, eu tenho muita lembrança disso.
E como que eram esses momentos que você disse eg que você conta com que você passava com seu pai, que vocês iam pescar, caçar, como que era isso?
É, quando pequeno a gente a gente acompanhava ele, tanto eu quanto meu irmão acompanhava ele, que era o hobby né, a atividade que ele gostava né, eh até vinda do meu avô paterno. Então, essa questão de pescaria, de caça, eh eles faziam viagem para o Pantanal, eh mas a gente fazia mais na na na região ali, aí ainda ainda se caçava naquela época na região. eh em matas fechadas né, mas não mas mas caçava com a intenção não só da prática esportiva né, eh a gente a gente até comia lá, as caças, enfim. Então eu acompanhava, por incrível que pareça, a gente tinha um cachorro, inclusive, que era o Tabum, que era um cachorro perdigueiro, né? Então, depois eu deixei de acompanhar, meu pai sempre continuou, mas aí eu fui perdendo essa vontade, não tinha mais vontade disso, acho que eu tinha mais é dó dos bichos do que, acho que quando bateu essa consciência, acho que eu tive mais dó dos bichos do que vontade de caçar. E aí também foi aflorando mais a questão do do jogo de bola, do futebol, coisa que meu pai nunca jogou. meu pai só gostava da seleção brasileira né, mas nunca nunca nunca nunca jogou bola né nunca, ele tinha um problema na perna também, acho que está aí talvez um dos motivos que o fez ele nunca se interessar tanto pelo jogo de bola, né meu pai tinha uma desde pequeno tinha um problema na perna, ele de fez um implante, meu eu conta meu avô que ele veio para São Paulo, veio até a caráter de de sitiante, de pobre, para tentar uma operação que era naquela naquela época primeiro cara de risco e e e não se tinha isso feito no interior de São Paulo. Então eles vieram para São Paulo para meu pai ter um implante né, tinha um implante de carneiro na perna, de osso de carneiro, e naquela época foi uma operação de sucesso porque eh havia a preocupação de se o osso acompanharia o outro osso da perna na mesma evolução, e no mesmo ritmo, né? Mas foi sucesso. Então, talvez seja por isso um dos motivos que ele nunca se interessou por por bola, alguma coisa assim. Mas aí eu fui aflorando o esporte, até pelo pela molecada da vizinhança, A gente jogava bola direto. Então eu acabei deixando de acompanhar meu pai nessas aventuras aí e fui partindo mais para o jogo de bola. A Aí a gente entrava em campeonatos, nos clubes, tudo, então... Ela foi se distanciando aos poucos isso, né?
E quando foi que você entrou no colégio? Como que era a sua sua escola?
Então, o colegial foi, ainda na década de de noventa, eu eu fui fazendo o primeiro, o segundo, o terceiro colegial, né? Eu não sabia o que eu queria, na verdade.
O a sua primeira escola, tipo, o primário, você lembra?
Ah, o primário eu lembro, eu lembro da da creche do Meimei, que era uma, vixe, uma creche de jardim, assim, eu lembro disso. E eu brincava bastante no parquinho, adorava aquele ambiente ali, né?

Depois eu fui para o para o para uma escola, que é o Anjoca, fiquei lá praticamente da primeira série até a oitava série. Então foram nove anos no mesmo colégio. E aí sim, depois eu parti para o colegial, né?
Como que era essa tua escola? Essa primeira escola era perto da tua casa? Ela era... No jardim você disse que ela era muito verde, assim, ou... É, ela... No caso, não.
O caso do do... As duas escolas eram próximas de casa, né? Mas a gente caminhava um pouco aí, né? Andava, fazia esse percurso a pé. Eu lembro, inclusive, desse percurso que eu fazia, não no no jardim, mas no no no na pré-escola, eu lembro que eu fazia com os meus irmãos. Então, depois eu acho que meu irmão acabou estudando de manhã, mas eu continuei à tarde. Então, a minha irmã era a companhia, né? Eu Eu, assim, seguia ela nesse trajeto à tarde. Então, eu sempre estudei à tarde até a oitava série. E era uma escola, assim, que ali eu fiz grandes amigos, amigos que desde o primeira desde a primeira série acompanharam até a oitava série, então foram nove anos de convivência, algumas pessoas conseguiram passar com nove anos ali, porque a escola era muito boa naquela época, a escola do do município, do estado, né? município não, mas do estado era muito boa, ainda eram escolas bem referenciadas, né, então me lembro de de de ter passagens assim na escola, tinha a escola tinha um porão assim, fazia a parte de ciências, de química no porão, até era aquela coisa de, a gente não via a hora de fazer as disciplinas de de de física, de química, né, de na verdade chamava de ciências, né, aquelas aquelas coisas de de química, né, E aí a gente adorava ir no no porão para fazer isso. Então a escola era um um monumento muito grande, né um um espaço muito muito grande ali. Mas eu me lembro... que a gente, sim, seguia regras, assim, de fazer fila indiana para entrar, esperar a primeira série entrar, a segunda série entrar, a terceira série. Chegava dentro da sala de aula, a gente rezava, a professora punha de castigo atrás da porta, eh não podia chegar atrasado. Coisas, assim, extremamente disciplinares, se hasteava a bandeira, cantava, eh que nunca mais eu vi, acho que nem tem mais hoje isso na escola, né? É uma pena que isso foi se perdendo, mas naquela época a gente tinha esse essa postura né.
E como era você aluno? Que tipo de aluno você era? <laughs>
Não, eu era um aluno disciplinado assim né. Eu me lembro que... Eu eu, assim, tinha eu tinha essa busca do do conhecimento muito muito presente dentro de mim. Eu queria conhecer as coisas, eu queria saber muita coisa, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Sempre fui uma pessoa de fazer muita tarefa, ser rígido, eh ser disciplinado. Mas também eu acho que eu embuti algumas coisas da fala do meu pai aí, que na hora de... de, às vezes, infelizmente, fazer algumas comparações. Às vezes, até entre eu, meu irmão, minha irmã, enfim, ele acabava eh deixando essa carga que a gente acabava seguindo. Então, às vezes, fazia inconscientemente. Mas a gen aquilo a gente introjetava dentro da gente, então buscava corresponder àquilo que, muitas vezes, ele colocava enquanto pai. Então, eu acabei sendo um aluno assim super disciplinado, eh estudioso... Enfim, nunca tive nenhum problema com escola. Mas eu gostava também. Era alguma coisa que eu gostava, né?
Você fala isso do teu pai, mas ele era um um homem rígido ou ele era

Era um homem tranquilo. É que, assim, às vezes eh... Numa fala, numa conversa, eh numa numa comparação, às vezes... Porque o meu irmão, às vezes... O meu irmão, eu me lembro de ter dado muito trabalho, né? E Em termos de escola, assim, de busca.

Eu que acabei também introjetando muitas colocações e e me po me posicionei assim como uma pessoa que que que buscava o conhecimento ou essa disciplina de escola então. Mas ele não era rígido, assim nunca nunca foi assim de ficar no pé, de querer saber também. Eh acho que as coisas fluíam assim naturalmente, né?
Você lembra do cotidiano na tua casa, quando você era pequeno? Ah

Eu lembro, assim, de coisas assim de horário para almoço, todo mundo almoçava, todo mundo junto, assim, né? Horário para janta, todo mundo junto. Então, chegava assim, eh minha mãe fazia almoço, fazia janta e todo mundo ia lá, almoçava em família e jantava em família. Coisa que você não vê hoje <laughs> também acontecer, né? Essas situações que se perdem. É uma pena que que que essa correria do dia a dia, essa contemporaneidade faz perder essas coisas. Mas eu me lembro assim, nitidamente. Chegava no horário de janta, podia fazer o que estivesse fazendo. Parava, ia lá, jantava todo mundo, depois voltava a fazer, assistir uma televisão ou fazer alguma coisa e tal. Então tinha esse momento de estanque, que é que era a família mesmo, né? De almoço e de janta, né?
E aí na escola você entrou, não tinha time de futebol? Você falou que você jogava bola, e você jogava
Não, na escola não tinha, mas assim, eu eu tinha eu tinha ah a moçada ali da da rua, né? Dos bairros, da vizinhança, a gente jogava muita bola, né? E Então, eh praticamente todos os dias eu tinha essa rotina de jogar bola no final da tarde, né? vinha da escola, já ia correndo para jogar bola. Era Era coisa desse jeito aí, né? Era uma rotina, né? Hoje eu não vejo a molecada jogar bola na rua, assim, muito pouco. E
E na escola, você lembra de festas que tinha nesse se nesse primeiro colégio e nesse segundo colégio que você estudou?
Não não eu es, na verdade eu fiz o Jardim, mas eu não tenho memórias assim, não tenho lembranças dessas passagens assim de Jardim. Eu tenho mais lembranças da primeira série até a oitava, que foi no numa escola única né, num lugar eh lá em Araraquara. E aí eu eu lembro, assim, de festas, assim, mais coisas infantis, assim de Eu tenho uma passagem muito bacana que eu me lembro, que foi quando a gente eh a gente fez um teatro lá na escola e a gente imitou a escolinha do professor Raimundo, na época do Chico Aniso, né? Então, eu me lembro essa... Nossa, foi uma coisa super bacana, assim, interpretar, eh representar. Isso foi uma coisa que eh a gente curtiu ter feito, né? Então, a gente tinha uns atores ali então. Nossa, eu adorei. Adorei, assim. Mas nunca segui isso, né? Nunca fiz disso uma alguma coisa que eu quisesse buscar. Mas foi muito bacana. Eu me lembro dessa passagem. Me lembro também... Tinha algumas brincadeiras ali na escola, né? Ah Chegava a ter brincadeiras com bola, eh correria, mas era o corre-corre, né? E aí chegava suado na sala de aula, a professora punha a gente de castigo, né? Eu lembro disso. Não podia chegar suado, porque aí ela punha a gente de castigo, né? Não podia assistir a aula, enfim. Então era aquele medo, a gente tinha medo dos professores na época, né?
E entre os alunos, tinha festinhas, assim?

Estava certo? Vocês estão ficando mais velhos?
Não, não tinha. Era Era pouco. Tinha

Tinha umas festinhas que a gente fazia, dança da vassoura, eh as festinhas de casa, as coisas bem, assim, infantis né, ingênuas, assim, né? Mas Mas eu lembro, assim, das músicas, Michael né Simone, Balão Mágico, essas coisas assim, né?

Tinha, assim, umas brincadeiras que a gente fazia, né? Até com intenção de namoro, tudo, mas bem ingênuo, umas coisas bem, assim, diferentes, assim, né? Eram poucas recordações que a gente tinha.
E o colegial?
Então, aí aí aí quando a gente entrou no colegial, aí a gente saiu da escola, a gente perdeu alguns laços de amizades de nove anos, porque cada um foi buscar o seu colegial, então a gente quebrou ali algumas amizades. Isso foi foi um pouco complicado, porque a gente queria estar junto ali. Aquele grupo que estava nove anos ali, não era toda sala, mas eram pessoas que conviviam sempre. Todo ano passava... as mesmas pessoas. Quando chegou no colegial, isso se quebrou um pouco. Então, um grupo foi para um lado, outro grupo foi para o outro. Mas uma parte foi para o mesmo lugar que eu que eu estudei, que era o Colégio Duque de Caxias, né que tinha o colégio técnico e tinha o colegial normal. E eu acabei fazendo o colegial normal. Aí eu cursei o primeiro, o segundo e o terceiro colegial. E ali já começou aquela busca né, aquela ansiedade da profissão, de saber o que que a gente quer fazer da vida. Eu acho muito cedo a gente escolher o que a gente quer ser da vida, porque você tem só três anos ali para definir. a entrada ou não na faculdade, né? Então foi muito rápido, eu achei sim que a coisa voou ali. E eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Eu recebia algumas orientações do meu pai, que ele falava assim, faz direito, né você presta um concurso público, <laughs> faz faz uma profissão para que você possa amanhã trabalhar para você mesmo e nunca trabalhar para os outros. Isso eu me lembro dessa preocupação, mas eu não fui eu não segui aquilo que ele me me indicou não, porque eh ele queria mais é que eu fizesse um direito, alguma coisa eh que pudesse buscar aí concurso público. Ele estava pensando nessa preocupação de dar essa... Essa tranquilidade, né? Mas não, eu acabei escolhendo alguma coisa que desapontou ele. Eu me lembro que ele ficou preocupado com isso, que é, na verdade, a comunicação. Ele falou, mas o que que você vai fazer com isso? Não tem campo. Você vai sair para uma outra cidade, estudar numa numa universidade fora, para você fazer alguma coisa que uh você nem sabe o que é isso. Então, eu me lembro de dessa fala dele, né? Mas eu sempre acreditei em mim. Sempre busquei aquilo que eu acreditava e e e adorei fazer o que eu fiz, que foi relações públicas, eh que foi comunicação. E depois eu depois ele viu que realmente eu eu ia me achando aí na vida, então ele ficou até mais tranquilo, porque de uma certa forma eu já, logo no terceiro ano de faculdade, eu consegui assim um grande emprego. Eu disputei aí uma vaga, que já tinha gente formada disputando, acabei eu entrando, eu conseguindo, que era na Coca-Cola. Então, já era uma multinacional. Então, foi grande a grande escola da vida. Então, eu já tive essa carreira já sendo formada logo no terceiro ano de faculdade. Eu ainda nem estava ainda preparado. Eu já tinha uma carteira registrada. Naquela época, eu era um dos poucos alunos dentro da universidade que estava numa multinacional com carteira registrada, empregado. Não era estágio, era emprego.
E onde foi que você cursou a faculdade?
Eu cursei em Bauru, né na cidade de Bauru, na Unesp, onde tem a única a única graduação de comunicação com habilitação em relações públicas né. Depois você só vai encontrar isso em algumas particulares e na USP em São Paulo, na ECA. Eu acabei fazendo lá.
E como que foi, voltando um pouquinho para o colegial para esse seu período de colegial, você falou que você tinha esses amigos muito próximos. Como que foi essa escolha dentro desse grupo de amigos? Eles te apoiavam? Eles também tinham dúvidas? Porque eh depois do colegial, a faculdade, tinha uma faculdade em Araraquara ali ou o destino era esse mesmo?
Não tinha, tinha faculdade ali na cidade. Mas do colegial, ah cada um mais ou menos começou a seguir seu seus objetivos, né? Ou seja, eh a gente ali já estava meio que cada um por si, né? buscando aquilo que... Porque você, queira ou não queira, você acaba competindo até com aquela pessoa da própria sala, competindo na busca do conhecimento. Às vezes, se você escolhe a mesma profissão, você tem um concorrente ali do seu lado. Mas a gente tocou bem até o terceiro colegial. Dali em diante é que assim a gente realmente se desvencilhou dessa amizade, porque cada um foi para um canto. Algumas pessoas realmente eu nunca mais tive contato, nem sei o que que se formou, o que que acabou se fazendo, enfim. Mas eu não parti do colegial para a faculdade direto. Eu ali tive um momento que foi o tiro de guerra. Como eu trabalhava, eu fazia o colegial e trabalhava.
Onde você trabalhava?
Então, aí tem uma história que eu queria contar. É uma história, uma passagem da minha vida muito significativa, né? Que eu acho que é o que me faz eu eu estar aqui hoje no museu contando isso. Meu pai sempre preocupado ali com o que que vai ser, o que que vai fazer, embora eh ele sempre foi super tranquilo, mas ele sempre teve um pouco presente nessa participação, de uma certa forma. Então, ele carregou eu e meu irmão para trabalhar com ele naquilo que ele fazia. Mas aí depois, ãh o meu irmão praticamente acompanhou o meu pai durante toda toda essa parte profissional. Meu meu irmão fazia administração. E eu ainda, no colegial, eu no primeiro momento eu acompanhei meu pai. E depois, como eu gostava muito de eletrônica, de mexer, de inventar as coisas e tal, meu pai tinha um vizinho muito próximo ali, que é o senhor.

Está vivo até hoje, está com a gente e tudo. Mas era tido como um vizinho ali para o meu pai. E meu pai sabia de algumas experiências né desse seu Hilton, desse senhor, que que que que fazia alguns aparelhos de medicina. Meu pai precisou realmente, porque teve uma vez que ele teve um problema de coluna. E numa consulta com esse seu Hilton, que era vizinho ali, eh meu pai praticamente ali foi curado ali daquela daquele problema ali, daquela passagem ali, né?

Como eu estava mexendo ali com aquelas experiências de eletrônica, eu gostava muito de mexer, de inventar essas coisas aí, coisa de moleque, meu pai então indicou para que eu pudesse estar indo eh conhecer esse seu Hilton e tentar que, e por que não trabalhar com ele, né? Mas eu fui, eu fui para pedir uma ajuda para montar lá um projeto. Na verdade eu queria fazer um semáforo para maquete. Eu sempre gostei de maquete, de carrinho, de de brinquedo, e eu queria fazer um semáforo que piscava, né? E aí, meu pai, então, orientando, oh, por que que você, então, não não procura seu Hilton, ele te ajuda e tal? Vai lá, ele você gosta dessas coisas, ele faz isso, né? Era tido como esse cientista louco, né? Fazia essas coisas.

Aí eu fui conhecer o seu Hilton, conheci lá o laboratório dele, lá a oficina dele. Fiquei maravilhado, né? Eu com aquela criança que queria fazer os projetos e vi uma pessoa que que tinha ali uma oficina para eu poder fazer um monte de coisa, né? Aí eu acabei gostando. Comecei a trabalhar com ele ali. Então eu já desvincilei do meu pai, ficou só o meu irmão, continuou. Fiquei trabalhando ali com o senhor. Hilton. Estudava. Até o terceiro colegial eu eu fiz essa essa jornada aí. Depois eu não consegui passar no terceiro colegial direto para a faculdade. E eu, na verdade, eu prestei e e tive que fazer o tiro de guerra. Aí veio o tiro de guerra. Aí foi uma decepção, porque eu não queria fazer o tiro de guerra, né? Eu queria
O que que é o tiro de guerra?

O que que é o tiro de guerra?
Eu tinha que fazer o tiro de guerra. Todo adolescente, pré-adolescente vamos dizer dezoito anos. Ah, entrar no exército? É, tinha que prestar o tiro de guerra. <laughs> E, na verdade, e aí eu não queria, porque eu queria entrar na faculdade ou eu queria continuar trabalhando. E eu trabalhava, realmente. Trabalhava já com Mas não teve jeito. Acho que justamente pelo fato de eu de eu discutir ali com o sargento, enfim, eu fui meio pego para para para poder fazer o tio de guerra. Bom Acabei fazendo e continuei trabalhando e continuei estudando por conta. Eh Nesse primeiro momento eu não fiz o cursinho. Fiquei um ano inteiro fazendo tiro de guerra, trabalhando com o seu Hilton. né que era esse vizinho lá de casa, onde a gente morava, e estudando por conta, sozinho, à noite.
E como que foi esse tempo no exército?
Foi um tempo, assim, difícil, porque nós levantávamos de madrugada para ir até o tiro de guerra, saía de lá oito horas, nove horas, aí eu ia trabalhar, à tarde eu voltava a trabalhar e à noite eu estudava por conta. Então era ali uma rotina já, eu acho que com dezoito anos, muito cedo para você ter uma rotina assim já agitada, né? Mas eu praticamente tive essa rotina durante o ano inteiro ãh. Nós montávamos os aparelhos, vendia e fazia toda essa experiência profissional. Aí chegou no final do ano, eu prestei novamente a faculdade. E no primeiro momento eu não fui chamado, eu fui chamado só na terceira lista. Eu já estava, me lembro que eu que mais um ano eu já tinha na cabeça que eu não tinha passado no vestibular, porque eu não tinha feito cursinho, eu estava na verdade fazendo tiro de guerra e trabalhando. Mas aí eu entrei no cursinho, entrei no cursinho. Logo nas primeiras semanas eu fui chamado lá, porque uma ligação da Unesp havia me encontrado que eu tinha sido passado na terceira chamada. Eu lembro que eu saí em plena aula do cursinho super contente, dizendo eu estou... Nunca fiz cursinho e não é dessa vez que eu vou fazer, né? E aí, eh aquela aquela ansiedade né de ver aquelas pessoas no cursinho enfrentando aquilo para poder passar no vestibular... e eu sendo chamado. Aí eu fui, mais uma vez aquela preocupação do meu pai, mas o que você vai fazer? Você vai fazer comunicação, o que que é isso? Você não quer esperar mais um pouco? Eu pago o cursinho para você, você faz lá, para você poder fazer um direito, fazer um alguma coisa de concurso público. Não, não, eu quero isso, é isso que eu quero, e fui para Bauru. Fui assim na loucura, né? Mas aí tem uma, essa é nessa passagem, logo quando eu quando eu passei no vestibular, Eu já tive um ano inteiro de trabalho com o senhor

Eu conheci a neta dele. E foi o amor à primeira vista, assim, né? Que hoje é a minha atual esposa, né? Eu fiquei, assim, alucinado por ela, né? Eu nunca fui uma pessoa de de de relacionamento, nunca. Eu sempre fui ali no trabalho, no dia a dia de jogar bola, nunca. Mas eu, quando vi ela, assim, eu vi ela por fotografia, não foi nem na pessoa, né?

Foi um amor, assim, à primeira vista pela imagem, assim, né? Pela fotografia. E depois eu vim conhecer ela e eu fiquei com aquele amor platônico, né? Mas aí quando eu passei no vestibular, eu falei, nossa, agora eu vou para Bauru, né? Então, eu tenho que ter uma chance de tentar falar com ela pessoalmente, né? Ver se eu consigo namorar ela, né?
Como que é o nome dela?

Então, era Carlos e Carla, né? Aí eu escrevi uma carta, assim, que eu tinha passado no vestibular, mandei uma carta para ela e tal. E na carta eu peço ela em namoro e tudo. Depois eu fui falar com ela e a gente começou a namorar. Mas eu foi o início de namoro e eu e o início da faculdade. Quer dizer, eu fiquei fora... namorando, mas vindo todo final de semana né. Então, confesso também que a minha relação na faculdade foi uma relação assim super disciplinar, super não era aquela coisa louca de de de agora eu tenho independência, eu vou para as festas eu vou, porque eu já tinha ali um compromisso com ela. Então, eu passei quatro anos assim, eh praticamente namorando. E aí, quando eu voltei da faculdade, já voltei eh mais um ano ali, eu noivei e acabei casando com ela. Então essa passagem, eu lembro de algumas passagens da faculdade assim, dessa fase minha, foram super significativas. Eu vinha todo final de semana, viajava todo final de semana para poder vê-la. Né? E aí eu chegava em casa e nem via meus pais, porque eu já queria namorar com ela né, eu já queria sair com ela né. Então eu tive esses quatro anos assim, Nesse vai e vem. Nesse vai e vem. O nosso relacionamento também foi algumas vezes, voltou algumas vezes, né? Mas eu me lembro de todo final de semana sempre voltar, sempre pegar carona, carona na placa, na estrada, carona no dedo. E aí chegava em Araraquara e eu eu eu podia passar aquele final de semana ali com ela, enfim. Porque ela morava com o avô. Ela também foi para Araraquara para estudar E ali que a gente, eu trabalhando com o avô, acabei conhecendo ela, né? Mas era uma relação muito muito bonita, uma relação muito boa. E E essa desse amor aí nasceu, eh nós tivemos um casamento, e aí nasceu duas meninas, que hoje é a Maria Laura e a Maria Luísa, né? Então são duas joias que eu tenho hoje, são lindas. E a gente tem uma família muito bonita. Ela completa eh mais um aniversário né, a minha esposa. Então também o motivo de eu estar aqui é registrando é para dizer para ela o quanto que eu amo ela e dizer para ela né toda a felicidade do mundo. Porque a gente teve passando uma várias situações difíceis, né? Como toda família, né? Primeiro a morte do meu pai. Eu acho que foi uma situação assim que a gente vai levar para o resto da vida, né? Toda a nossa família, porque meu pai morreu tragicamente. Morreu aí por uma situação trágica nos braços da minha mãe e da minha irmã. Eu não estava presente né naquela cena, mas isso me isso me me pegou muito. Isso isso desmoronou um pouco a nossa família né. Desmoronou por um lado do acontecimento, mas por outro lado, no primeiro momento, uniu nós mais ainda. A gente não era tanto unido assim. Eu passei uma fase complicada com o meu irmão. Nós passamos uma fase de não se conversar. Enquanto eu estava nesse período de faculdade, eu não conversava com ele. Realmente, realmente a gente não se falava, né? Porque a gente brigava muito.
Em que momento seu pai morreu?
Meu pai morreu eh no momento que eu eu já... Eu já eu já estava formado, eu estava casado, fui o primeiro filho a casar, ele teve meu casamento, tudo. Então, dois anos, um ano depois de eu casar, ele acabou tragicamente morrendo. Eu me lembro que que eh foi um mês depois do atentado terrorista do World Trade Center, né que foi o maior atentado da história da humanidade. Então, eu me lembro dessa passagem, assim, né? Então, ele foi em dois mil e um, foi em novembro, né, de dois mil e um. Foi Foi logo próximo ao ao aniversário dele. Então, foi dentro do meio de novembro ali, né?
Mas foi repentino ou ele já vinha doente?
Não, não, não, foi repentino, né foi um assassinato, na verdade, né um assalto em casa ali, então aquela confusão toda, ele acabou perdendo ali a vida. Então isso foi muito difícil para nós, né para minha mãe, a gente reestruturar a família né, repensar as coisas, né começar a vida de novo. E isso isso isso acabou isso acabou transfigurando, eu acho que, eh a nossa emoção, né? Então a gente acabou, eu tive muita muito bloqueio, assim, muita... Isso foi dificultoso, então para minha esposa foi muito difícil isso, né? A gente ter que ter que passar por tudo isso, né? Então foi um momento difícil para ela, eu tenho certeza disso, para minha mãe, para minha irmã, para todos nós, né? Então, para a família em to para a família toda, foi um foi um momento difícil né, trágico. Mas a gente para o meu avô, o que eu mais senti nisso tudo foi realmente assim a consequência do meu ah a situação do meu avô. Meu avô não se conformava. Pela perda, ele queria se vingar, ele que não se a ele não acreditava que aquilo estava acontecendo, que aquilo tinha acontecido. Ele Então ele praticamente se entregou né na tristeza ali na. A minha avó, ela lógico, né ela tentando segurar a ponta ali, teve até um problema de câncer, né que eu acho que isso somatizou para ela, com certeza, né? E foi duro para ela, na ela ela ficou na depressão tudo, mas meu avô praticamente se entregou mesmo, né? Então, mas interessante que a morte dos dois foi uma morte, assim, natural, assim. É aquela questão de dormir sem sofrimento, né? Então, praticamente, a gente acredita que eles se encontraram do lado de lá, né?
Seus avós.
Meus avós. E com meu pai junto, né? Porque meu avô dormiu e morreu. E minha avó, a mesma coisa, né? A gente brinca que se a gente quer morrer... Como é que a gente quer morrer? Acho que a gente quer morrer assim, né? Dormindo, né? Não acordando mais. Se é que a gente pode querer a morte de algum jeito. Mas o fato é que a minha avó, com berço espírita, né? Conseguiu passar para nós muita lição, muita muita experiência, muita vocação. Então a gente soube encarar os fatos. Pelo menos... A gente acredita que a gente soube encarar os fatos, né? Então a gente tem um outro lado de olhar as coisas, né? Então a gente tentou, eu me baseei nisso para superar. Eu me baseei nisso para superar esses fatos difíceis da vida. Mas Deus contemplou a gente com, pelo menos, com a com o nascimento das minhas filhas, o nascimento do filho do meu irmão também, que para ele a gente tem sabe que foi uma coisa assim, acho que de felicidade grande, né? E eu acho que esse momento é um momento importante de registro. Você vai trocar
a fita. A fita acabou, é. <laughs> Então, voltando um pouquinho, né? Para um pouco antes desse período e tal. Como... Relembra um pouco para mim como foi seu casamento, o dia do teu casamento, a festa. Aham Como que tua esposa tava? Ela estava nervosa? Você?
Não, eu acho que eu estava mais nervoso do que ela, né? Na verdade, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Por Primeiro porque eu sempre amei muito, né? Eu sempre a tive como uma pessoa... que eu queria muito, eu uma coisa assim, enlouquecida né, ela realmente, eu busquei muito ela, eh sempre amei mesmo ela, e e o casamento ali, aquela cena do casamento, para mim foi foi alguma coisa assim, que me marcou bastante, né primeiro toda a nossa família, aí a gente eu fiz questão da festa, a gente fez uma festa maravilhosa, eu acho que Realmente eu não me lembro de ter ido em em casamentos assim, como foi o nosso. Não porque te tenha sido o nosso, porque realmente nós cuidamos de todos os detalhes, desde a música que fosse tocar, que era a música nossa, a música que a gente namorou, a música que tocava, a gente lembrava da gente mesmo, né? Desde a música, desde a da dos convidados, a gente fez questão de todos os convidados, todos quem que a gente podia convidar de família, a gente foi de casa em casa. E por ela ter uma parte da família numa outra cidade, que é Catanduva, eles foram de van, então foi um foi um momento muito alegre, né? A gente tem o vídeo, a gente tem a fita, o padre... que que a gente que ela tem um carinho, então foi foram palavras maravilhosas assim, é os cumprimentos né, então foi uma festa muito bonita. E depois nós fomos para a festa né, para o da cerimônia religiosa, a gente foi para a festa, e a festa sim, um verdadeiro banquete, que eu olho o filme, eu acho que não a gente nunca mais nós vamos conseguir fazer aquilo, né? Porque, assim, era um hotel maravilhoso, com um salão maravilhoso e uma cozinha, assim, maravilhosa. Então, teve muita coisa, muita comida, muita coisa. Graças a Deus a gente conseguiu dar o presente para todo mundo, que era o presente para a gente mesmo. Conseguir contentar todos os convidados, né? E só que assim, aquela coisa né que marca a gente, né nós não não não pudemos viajar, até por conta da própria festa, ou a gente viajava ou a gente fazia festa, então a gente optou pela festa. Nós Nós casamos na na na na sexta, na segunda-feira a gente estava trabalhando, quer dizer, não tivemos a lua de mel né, mas depois ela veio, porque quando eu consegui, bater as metas daquela profissão que eu exercia numa multinacional, eu consegui como presente uma grande viagem de avião, com tudo pago, uma semana. Então eu eu falava para ela, bom, essa aqui é a nossa lua de mel, né? Porque agora que nós vamos fazer a lua de mel, né? Então a gente pôde viajar, nós curtimos bastante. Planejamos antes de ter a primeira filha, né o primeiro filho, então a gente viajou bastante, a gente conheceu lugares. Então eu acho que a gente conseguiu fazer aquilo que foi tudo planejado, pensado né, sem que a gente pudesse sofrer com tudo isso. Muito pelo contrário, a gente curtiu muita coisa.
E vocês se mudaram para uma casa em Araraquara mesmo? Isso
E Meu pai, que sempre foi uma pessoa que que sempre planejou muito a vida, acho que isso eu peguei muito dele, né? Uma pessoa que sempre esteve preocupada com as coisas, com as contas, com né com a administração dos negócios. Também, acho que era uma época muito difícil de se conquistar as coisas, né? Bem diferente de hoje. A gente conseguiu, eh com a ajuda dele, ter uma casa própria, porque ele conseguiu construir algumas coisas, e uma das coisas era era era doar uma casa para cada filho, e isso ele fez. Então, a gente hoje tem o que tem, eu devo muito a ele, e não só a ele, a minha mãe também né, que abriu muita coisa, que acompanhou tudo isso, porque senão... ele não faria o que ele tivesse feito se não fosse pela minha mãe, né? Então é isso, hoje a gente está na casa que eu tenho o maior carinho, uma casa maravilhosa, linda, que a gente também acabou, uma casa que a gente pegou ela na fase da construção, mas era aquele lugar, eu acho que quando a gente bateu, eu e minha esposa, o olho naquela casa, eu falei, acho que é aqui que a gente vai ficar, e aqui a gente vai construir a história, e nós estamos lá até hoje.
E como que era essa rotina inicial de casamento? Começava a morar junto
Ah, eu me lembro assim, né? Eu me lembro de que a minha esposa, preocupada em querer ser dona de casa, né com não dona de casa no sentido de cumprir ali o papel da de casa, foi fazer lá o primeira comida, o jantar lá. E aí eu fui chegar, acho que não sei que hora, lá já estava tudo frio, ela já estava dormindo, né? E aquilo foi uma decepção para ela, né? Porque ela fez com tanto carinho, com todo carinho, com todo amor, e eu na na no anseio de de sempre trabalhar e voltar, voltar fora do horário que se espera voltar, né? Porque a gente trabalhava, não tinha hora para trabalhar. Aí eu voltei e aquela decepção de ela ter ficado esperando, esperando, esperando, esperando, desistindo da da minha volta, Então, porque a gente já pegou essa essa vida de casado, essa rotina atual. Eu acho que isso é um pouco prejudicial, né? Acho que isso, a gente não se dá conta eh da família, a gente não se dá conta do crescimento dos filhos, a gente não se dá conta, às vezes, de um olhar. A gente, às vezes, se deixar levar por isso, a gente perde muita coisa. Porque a gente já entrou nessa fase... da né da da da informação, da interatividade, da da da da da eletrônica, da internet. Então, a gente hoje trabalha muito mais por muito menos tempo, porque a velocidade informacional faz a gente correr cada vez mais. Então, isso é o preocupante. Ela está sempre buscando essa volta e é um pouco
Ela trabalhava já também?
Já trabalhava, ela sempre trabalhou. Eu me lembro que nessa fase da construção da casa, aí a gente buscou essa construção, né? Tudo que a gente tinha era voltado para a gente construir esse nosso lar. Então a gente não tinha carro, a gente pegava carona. Ela ia com as amigas dela e eu ia com os meus amigos. Então era uma uma coisa assim de de recém-casado. Mas que ela sempre soube entender que é um passo a cada dia e uma conquista a cada esforço. Né, então acho que isso. E o que Ela sempre foi professora,
né? Ela foi professora. É.
E eu nunca fui. E, na verdade, depois eu eu fui ser professor, né? E hoje, dia dezenove, nós estamos aqui registrando um período super importante na minha vida, que eu venho com uma apresentação de banca de mestrado, né? Eu acabo de ser aprovado como mestre em comunicação e cultura midiática pelo MIP, que é a casa onde eu trabalho hoje. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito, o maior orgulho de ter feito o mestrado na casa em que eu hoje posso contribuir e devolver um pouco aquilo que eu recebi. Mas tem uma passagem que me me bate na cabeça, que é essa passagem ainda de faculdade, que eu fui namorar com ela... E ao mesmo tempo eu estava longe. Então ela ali naquele... Como é que é esse namoro que você vai ficar uma semana sem ver e vai ver só de final de semana? Sendo uma pessoa que você não tinha nunca em mente namorar por parte dela. Porque da minha parte eu sempre tive a intenção de namorá-la. E eu me lembro de uma passagem. que tinha um professor. Então todos ali da sala já sabiam que eu namorava, porque todo mundo ia para a festa de de de faculdade né, as grandes festas de faculdade, e eu já não ia, não tinha graça para mim. Eu tinha ela aqui né aqui em Araraquara, ou seja, lá em Araraquara. Então eu eu me lembro de uma passagem que, eu trabalhando lá já na multinacional, na Coca-Cola, eu inventei de fazer uma visita à Coca-Cola. Como a Coca-Cola e a Kaiser eram duas empresas parceiras, ah a Coca-Cola oferecia visitas aos estudantes, aos empresários, à sociedade, como uma atividade de relações públicas, para vender a imagem positiva do produto dela no mercado. E não só a Coca fazia isso, mas a Kaiser fazia isso também. E a Araraquara tinha a fábrica da Kaiser. Então, mais do que nunca, eu tive lá um esforço danado de inventar uma visita às cervejarias Kaiser, Através da turma de relações públicas, mas eu funcionário para poder ir até Araraquara e ver ela. E fiz isso. E E depois o pessoal descobriu que esse era o grande motivo de eu ir para Araraquara, numa visita à noite, para poder encontrar com ela lá. E como todo mundo sabia que eu já namorava, todo mundo queria conhecer quem era essa essa essa pessoa, porque eu não ia nas festas, eu não acompanhava a turma, a turma fazia lá os encontros e tal, e eu não ia, nunca aparecia, eu só ia para aula, na verdade. Mas eu já trabalhava também, eu tinha uma rotina de trabalho. Eu Quantas vezes foram aquelas que eu cheguei em sala de aula com o uniforme da Coca-Cola, trabalhando. E quantas vezes foram aquelas que o professor falou á e eu falei bê, porque o mercado era diferente daquilo que eles teorizavam. Então, a gente, na verdade, trocava muita experiência. Eu, na verdade, eu era já muito respeitado pela profissão que eu tinha ali, naquele momento. Quer dizer, eu estava fazendo uma carreira profissional, eh uma carreira ímpar ali. Eu tinha teoria pela faculdade, por uma Unesp, que tinha um peso, e uma Coca-Cola, que era uma empresa, uma iniciativa privada. Quer dizer, as duas coisas, para mim, já eram de peso. Bom, e aí a gente combinou então de vir para visita às cervejarias Kaiser, né? E aí a turma a a toda a turma ali já sabendo do grande acontecimento, que na verdade era o encontro e não a visita à cervejaria. Mas todo mundo queria conhecer o chão de fábrica e tal. Mas olha, e o pessoal, eu me lembro eu me lembro de de de do pessoal entrar no ônibus assim, e fazer aquela aquela farra, e eu comandando ali, olha, nós vamos para visita, foi eu que agendei, porque é a empresa onde eu trabalho, tudo. E aí eu liguei, para minha mãe e falei, olha, você pega a Carla, leva ela lá na fábrica, que eu vou chegar com o ônibus e com a turma lá. E vocês e vocês vão me acompanhar lá na visita, assim, eu olho você, visito né a fábrica, mas eu tenho a oportunidade de ver você um pouco, porque a saudade de uma semana é muito grande, naquela fase de namoro e tal. Olha, quando essa turma chegou na fábrica... O professor primeiro, que foi o primeiro a sair do ônibus com um buquê de flores para entregar para ela. Já, o pessoal já tocando música, fazendo serenata. Foi assim, a turma inteira foi a favor daquele encontro, que foi um verdadeiro assim, eu nunca mais esqueço dessa imagem, foi platônico mesmo. E quando quando nós eh visitamos a fábrica, quando nós fomos fazer a volta, que eles ficam ela a minha mãe e a minha esposa, né hoje a atual minha esposa, ficou e eu voltei com a turma, então foi feita uma serenata no ônibus e tal. Foi batida uma foto inesperada de uma pessoa, de um de um de uma menina que fazia as aulas comigo, que depois ela me deu a foto, mas a foto foi foi tão espontânea e tão bonita, o enquadramento da foto, que talvez a gente, na minha opinião, seja a foto mais bonita, assim, que eu tenho hoje com ela. Mas é coisa linda, né? O rapaz tocando violão no fundo, ela olhando para mim, eu olhando para ela, é uma coisa linda, né? E aí a gente fez um quadro, fizemos... A foto está no celular, é a foto de estampa do celular, enfim, a gente faz dessa foto aí uma... Mas é uma passagem muito bacana, um que um registro, assim, muito muito bacana, né? E aí essa vida de casado, né? E aí depois de... De seis anos de casado, a gente então resolveu ter filho. E aí a gente recebeu aí um presente de Deus, que foi a Maria a Maria Luísa, né a Malu, como a gente chama ela hoje, que é uma graça, uma menina inteligentíssima, uma pessoa assim uma né uma menina uma criança ainda né, que só traz alegria para a gente.
E como foi a sua experiência de ser pai? No dia do nascimento? Ah
Eu fui filmar, né? Eu fui filmar, eu fui ser pai coruja. Mas eu eu fiquei com medo dela ali, né? Na sala da da operação. A gente sempre fica com aquela angústia, né?

de fazer a cesárea e tal, mas mas os médicos eram nossos amigos, o ambiente estava muito propício, nossa família estava ali muito presente, mas eu estava naquela angústia, naquela ansiedade, eu eu eu eu eu estava ali naquele um pouco naquele nervosismo, assim né, como pai. Mas aí quando quando vem a criança, quando... Aí a gente se solta, Mas eu filmei, registrei, eh batemos foto, foi um momento muito bacana, né? E E aí toda toda toda toda oportunidade, seja oportunidade de nascimento da da da dessa minha filha, seja oportunidade do do aniversário, seja oportunidade de Natal, sempre me vem à mente o meu pai, né? Eu espero que ele consiga ter registrado junto com a gente todos esses momentos de alguma forma, eu tenho certeza disso. E aí depois, minha esposa queria ter um segundo, né? Uma segunda filha, um segundo filho, enfim. E eu queria esperar um pouco mais, mas ela já queria ter até para que uma fizesse companhia para a outra e a gente pudesse eh terminar essa missão de ser pai e mãe, né? E aí, um ano e pouquinho depois, a gente veio a ter ah a Laurinha, que é a Maria Laura, né? Que hoje está com um ano aí, quatro meses, está uma graça. Então, as duas ali, uma brinca com a outra, uma dá risada com a outra. Então, a gente se contamina com tudo isso. Eu acho que isso também foi um presente para minha mãe. porque não é fácil depois ela conviver sem o meu pai durante todo esse tempo, fi morar sozinha, porque aí cada filho casou, cada um foi viver a sua história, a sua vida, embora a gente acaba se encontrando, mas... Eu sempre uh eu sempre tenho um pouco de de preocupação, eh como é que é a noite, ela dormir numa cama ali, sozinha, né? Esse momento de se recolher, de dormir, eu acho que isso é muito triste para ela. Porque por mais que você tenha ali um dia agitado, um dia de de neto, um dia de daquela movimentação, eu acho que quando você se resguarda, eu acho que tem sido eh muito difícil todas as noites para ela, eu tenho certeza disso, embora ela nunca falou. Pela ausência do meu pai, né? Agora, tem uma passagem importante que eu queria registrar, que é com essa perda do meu pai e e e duas duas duas duas situações eu eu busquei. A primeira situação é que, mesmo quando meu pai estava entre a gente, eu sempre segui esse caminho espírita da minha avó paterna. Embora eu conheci situações da minha avó materna, sim, que foram para mim inesperadas. De ela dizer para nós, porque a gente não conversava sobre isso, mas dizer para nós que ela acredita, que ela que realmente são situações que ela ela gosta, ela acredita ela. Isso me espantou numa conversa assim familiar com minha avó materna. Mas minha avó paterna nasceu em berço espírita. criou meu pai e meu outro meu outro tio, filho dela, espírita, nós seguimos essa essa linha. E aí eu a gente já frequentava os Centros Espíritas em Araraquara, então a gente eu fui muito de ajudar, fui muito de ajudar uma família, ajudar outra, eu ajudava isso, ajudava com alimento e tal, até que eu conheci um pessoal, amigos, e montamos uma videoteca que foi o maior acervo audiovisual espírita do Brasil. Nós chegamos a ter quase de palestras, conferências, seminários, debates, mesa redonda, de temáticas espíritas, de vários assuntos, de morte, de espírito, de de manifestação, de psicografia, enfim. de pinturas mediúnicas, coisas maravilhosas, que eu tive contato ainda na faculdade, quando eu fui para Bauru. Lá que foi, eh eu conheci o grande acervo espírita que depois me incentivou a seguir essa linha. Eu eu Nós montamos a videoteca, né eu eu dirigi, eu coordenei esse grupo, e uma dos integrantes desse grupo tinha um trabalho já há muitos anos, em Araraquara, que era ajudar as famílias carentes. Ele já, na década de oitenta, alimentava famílias que se alimentavam do lixo a céu aberto da cidade. E isso eu vim a saber muito depois, mas ele cuidava de alguma de de umas famílias numa favela e fazia visitas nas casas para entregar a cesta, pão, sopa, enfim. Eu tomei conhecimento disso, me sensibilizei com isso, fui conhecer numa das viagens a essa essa favela e daquele momento mudei completamente minha postura de enxergar o mundo, de enxergar a vida. Eu comecei a ajudar ele, montamos um Eu vim a ser o primeiro presidente desse grupo né, presidente assim, só como figura, porque eles é que faziam o trabalho, a gente só ajudava. Né e praticamente eu estou nesse grupo até hoje, são oito anos de trabalho voluntário, Grupo Assistenci Grupo Assistencial Espírita Jerônimo Mendonça, em homenagem a Jerônimo Mendonça. que era uma figura tetraplégica, cega, com todas as dores físicas que uma só pessoa pudesse reunir, eu acho que não teve nenhuma na na história de vida, nenhuma personalidade assim, que ficava na fila em Uberaba. para falar das pessoas que procuravam por Chico Xavier por conta de ter perdido entes queridos, enfim. Então as pessoas iam em busca de Chico Xavier, de psicografia, de alguma notícia de alguém, de alguém próximo. E nessa fila encontrava Jerônimo Mendonça, que era uma pessoa que ficava de né deitado numa cama, com um saco de areia no peito, diante de tanta dor, cego, só mexia eh o olho, enfim, a boca. Mas falava coisas maravilhosas. As pessoas recebiam verdadeiras bênçãos de palavra, de conforto espiritual e tudo mais. Bom, então a homenagem do grupo foi por conta desse trabalho. E nós fomos então montar esse grupo e a gente tem hoje oito anos de trabalho completados agora nesse mês de setembro. de ajuda voluntária, de entrega de de entrega de cestas, de entrega de alimentos, de entrega de roupa, de remédio, de mobília, enfim, tudo que a gente pode fazer, a gente faz. E um fato curioso é que hoje nós estamos construindo um centro para atender melhor essas famílias, construindo uma casa da sopa, construindo uma sala de aula para dar educação para essas crianças, construindo um consultório dentário, construindo uma sala médica, E eu quero dizer que eu faço isso com todo empenho, com todo esforço, em homenagem ao meu pai, em homenagem à minha avó, que me ensinou tudo isso, a ser um pouco mais humano perante aqueles que têm menos condições de vida né. Então, eu tenho isso muito com muito carinho. essa essa missão de vida, que eu tenho certeza que eles lá vão ficar muito mais felizes a partir do momento que a gente continuar a fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós mesmos. Acho que essa é a grande lição de vida. Então é isso, eh essa passagem que eu queria registrar, e uma passagem que eu fui em busca de um contato com meu pai, já no plano espiritual, depois dele ter falecido. Então nós fomos a Uberaba, mas o Chico já não estava mais, já tinha desencarnado. Mas o Carlos Baccelli, que é o precursor do trabalho dele, continua fazendo as suas psicografias. Eu me lembro que nós fomos, eu, minha esposa e esse nosso amigo. que é o Roberto Carvalho, nos levou até lá e lá eu recebi sim uma mensagem do meu pai, uma mens uma mensagem psicografada, em que veio nos confortar diante de toda essa situação trágica que aconteceu com a gente. Então, isso nos ajudou a vencer esse obstáculo da perda do jeito que a gente perdeu. Uma perda repentina, uma perda sem sentido, uma perda que não tem respostas para a gente. Mas aí a gente se conforta quando a gente tem esse outro olhar. Então, isso foi para a nossa família um tripé, um esteio, né que nos segurou para enfrentar as dificuldades e enfrentar a ausência, que é o que mais nos entristece. Então, é isso. Eu consegui uma psicografia. Tive muitas vontades de voltar outras vezes, mas o dia a dia não nos permite. Eu acho que agora que eu entro em uma fase, depois de ter alcançado o mestrado de alívio, de de de mais tranquilidade, que eu tenho vontade, sim, de de de voltar e de me comunicar com ele, de dizer o quanto que ele foi importante né para a nossa vida. Então, acho que isso que... que ele deixou de missão, eu tenho buscado cumprir, de do exemplo dele, do caráter, que ele traduziu para mim, para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha mãe, enfim, para toda a nossa família, que eu quero deixar para as minhas filhas, esse registro né, junto com a minha esposa, então é isso.
E você continua trabalhando na Coca-Cola agora? Não, não a

Depois de eu ter trabalhado na Coca, eu fui para um concorrente da Coca, que era a Ambev, mas na época não era a Ambev, era a Companhia Cervejaria Brahma. Eu fiquei lá durante cinco anos. consegui, graças a Deus, desenvolver um ótimo trabalho, fui reconhecido lá dentro, fui promovido, fui tido como o melhor supervisor do interior de São Paulo, ganhei ganhei aí prêmios, que foi esse pacote de viagem, que que foi a grande lua de mel com a minha esposa, ganhei participação de lucro que eu quando fui olhar assim, eu achava que alguma coisa tinha acontecido de errado, né? Eu falei, eu acho que vou ter que devolver tudo isso daí, porque não é meu, né? Mas ah a companhia era uma ótima, sempre foi uma grande empresa e tinha uma política de remuneração. que compensava tudo aquilo que ela nos sugava, em termos de de de de execução de trabalho. Mas aí eu, con eu eu pela empresa, eu consegui eh ser visto como uma pessoa que que era chamada para dar palestras, para dar eh seminários, em nome da empresa, em nome das marcas. Mas eu fazia com todo prazer, com toda vontade do mundo. E aí eu fui ganhando gosto pela coisa. E fui me interessando em passar o conhecimento, em trocar experiência com as pessoas, explicar para elas como é que funcionava multinacional ali no mercado, até que eu falei que para mim mesmo que eu gostaria de seguir essa carreira. E fui em busca de ser professor. Em dois mil e quatro, então, eu tive minha primeira experiência de sala de aula. Eu me lembro de ter entrado na sala de aula, assim, em dois mil e E as pessoas procurando cadê o professor.

Não sei, gente. Eu também estou buscando o professor. Mas, na verdade, ali a gente começou, eu, graças a Deus, fui muito bem avaliado. Em seis meses de aula, eu fui fui convidado a vim para a graduação. Eu comecei na gestão tecnológica, cursos de dois anos, cursos de superior de menor duração. Aí aí, não é não é nem seis meses, mas quatro meses de aula, eu fui convidado a vir para a graduação, fui para a graduação. Já virei coordenador do curso, tive uma oportunidade única, sim, virei coordenador. Graças a Deus eu tive um bom desempenho, acredito eu. Virei coordenador do curso. Aí eu fui buscar eh um atraso profissional que eu nunca busquei, porque eu nunca tinha essa meta como uma uma meta profissional. Mas eu já tinha, confesso aqui que eu já tinha o êm bí êi, já tinha especialização, já tinha duas pós-graduações. E aí eu tive que iniciar o mestrado. E aí esse início do mestrado é que foi um pouco complicado, não no início, porque no início ainda as coisas estão acontecendo, mas eu acho que do meio para o término foi um pouco complicado, que eu tive que me ausentar um pouco da presença da minha família, da minha esposa. Eu devo a essa conquista a ela, a essa compreensão que ela... Ela ela ela cedeu, sabe da dificuldade. Ah muito difícil para mim não poder brincar com as minhas filhas por conta de ter que ler, de ter que estudar, de ter que me concentrar, de ter que me retirar, de de de aproveitar os momentos poucos que eu já tenho no dia a dia para me dedicar a um trabalho tão dificultoso que é teorizar uma dissertação. Então, depois de de de eu comecei em dois mil e seis pela Unesp, depois eu transferi para a Unip, porque eu ganhei uma bolsa, convite da universidade, um incentivo para ser o mestre da própria casa, eu acho que é importante para a instituição, já que eu era coordenador e professor. E aí, eh praticamente de dois mil e sete até a data de hoje, praticamente hoje né, dezenove de eu finalizo uma etapa assim, que foi árdua, que foi difícil, que eu tive que abrir mão de praticamente, eu posso dizer assim, quase que todos os finais de semana, me dedicando a escrever, muitas madrugadas, quantas vezes eu dormi em cima do livro, quantas vezes eu li sem entender o que eu estava lendo, porque já me faltavam as forças, me faltava a concentração, o cansaço, tive que retomar as leituras. Mas eu digo que compensou, que compensa, que eu acho que tem muito fruto ainda para colher disso, eu tenho certeza disso. E o fruto é tentar devolver para a minha família uma tranquilidade para que eu possa estar mais perto delas. de toda a família com mais tranquilidade, seja profissional, seja uma pessoa, enfim. Então, eu queria agradecer a compreensão da minha esposa e e essa ausência enquanto pai né, enquanto marido, mas que isso eu faço questão de registrar no audiovisual, assim como registrei na dedicatória do trabalho, que eu dedico a elas eh a importância desse objetivo cumprido, porque foi muito importante para mim.
E daí você pretende continuar como professor agora?
É, eu acho que agora as coisas eh tomaram rumo, né? Mas que eu tenho a consciência de que eu posso agora eh tranquilizar um pouco mais a situação. Eu posso diminuir algumas algumas investidas, né? Não que a gente vá parar, porque eu acho que eh a gente nunca para de de ter o conhecimento, de buscar o conhecimento e de aprender com ele. Mas que eu acho que se formou aí um caminho, né? Então, hoje ela é professora, eu sou professor, minha irmã é professora, minha cunhada é professora, enfim. Nós ficamos ali numa teia de professores. Mas confesso que nunca tive isso na cabeça de ser professor, eh embora eu ache uma das profissões mais dignas, mais respeitadas, enfim, menos valorizadas hoje pelo pelo pelo pelo todo o valor que tem a profissão.
E uma pergunta assim, eu já visitei Araraquara uma vez, mas você que mora lá há tempo, você vê a diferença de quando você era pequeno lá e de agora eh morando lá com a sua família?
Não, Araraquara é uma cidade linda, maravilhosa, uma ci cidade como qualquer cidade do interior em alguns aspectos, como um trânsito que flui, diferentemente de São Paulo, inclusive minha dissertação é sobre a problemática de São Paulo na questão da vi da poluição visual. Lá você não tem isso, você não tem esse trânsito maluco, você não tem essa exploração comercial, publicitária na paisagem urbana, você não tem uma violência eh com tamanha, tamanho tamanho volume né, mas uma cidade que cresceu também, uma cidade que não é aquela Araraquara que a gente viveu na infância né, uma cidade que hoje você tem violência, você tem hoje eh al algumas situações assim eh que diferem um pouco... do início, pelo menos da minha infância, que eu lembro né. Mas uma cidade que ainda consegue manter alguns modelos que é invejável para qualquer cidade do mundo. Por exemplo, uma das cidades mais arborizadas do Brasil né. Tem um índice de metro quadrado por por área verde eh por habitante e... extremamente acima dos índices orientados pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo. É uma cidade que que que chega a atingir índices de asfalto, de iluminação pública, de de urbanização assim, que é modelo para qualquer cidade e se compara a cidades europeias. Uma cidade que não tem favela. você não vê pobreza. Uma cidade com alto índice de renda per capita, você vê situações nítidas de diferenças socioeconômicas, mas você não vê, por exemplo, lixo a céu aberto, você não vê sujeira, você não vê pobreza eh eh bem acentuada, você não vê favela. É uma cidade que viveu aí por várias décadas o transporte servido pela pela eletricidade, através dos trólebus. Somente quatro cidades eram servidas como trólebus, mas Araraquara só era servida como trólebus, então ela ficou sendo eh ímpar nesse aspecto. Então você tinha Recife, São Paulo, Araraquara e Santos como as quatro primeiras cidades a ter o trólebus. Você tem hoje lá, a Unesp nasceu em Araraquara, você tem uma produção artística e cultural que é referência para o Brasil, você tem grandes grandes personalidades. Recentemente, a morte de Ruth Cardoso, ela é nascida em Araraquara, é uma araraquarense, esposa do Fernando Henrique Cardoso. Você tem o Celso Martinez Corrêa, que é ícone no teatro. Você tem o Ernesto Lia, que é ícone na pintura, eh reconhecido até internacionalmente muito mais do que no próprio Brasil. Você tem grande grande produção cultural né, uma cidade que preserva um pouco suas raízes.

Acho que Araraquara é Araraquara, a morada do sol em Tupi-Guarani. É uma cidade quente.
E tem mais algum caso que você queira contar da tua história? Alguma história engraçada que você deixou passar?
Não, eu acho que eu cons eu consegui, na verdade, registrar os principais momentos assim, eh os pontos assim eh que me me me marcaram bastante. Assim como, por exemplo, a história do Sheik né, que é um cachorro que meu pai comprou. desde quando a gente era pequeno, ele veio pequenininho, e praticamente eh comprou ali para nós, né? Eu, minha irmã, meu irmão, minha mãe, e meu pai sempre gostou de cachorro, sempre teve, né? Eu me lembro que o primeiro cachorro que era o tabu, o perdigueiro, eu já... Eu já pendurava prendedor na orelha dele, então ele batia, tudo. Minha mãe conta essa história. Eu me lembro um pouco dessas dessas imagens, assim, de eu judiar do cachorro nesse sentido, né? Era um cachorro perdigueiro que caçava com meu pai. Por isso que a gente adquiriu um cocker espanhol, que tinha as orelhas caídas. Isso me faz lembrar essa brincadeira toda aí com o cachorro, né? Mas era um cachorro, assim, o cocker muito dócil e muito apegado a gente.

Eu me lembro que ele dormia dentro de casa, e minha mãe e meu pai queriam que ele dormia fora de casa, e eu protegia, eu queria que não, olha, deixa eu dormir dentro, mas ele fazia anarquias né, sujeira e aquela bagunça toda né. Até que ele só conseguiu dormir fora de casa quando eu fiz uma viagem a São Paulo na casa do meu tio que morava em São Paulo. Quando eu voltei ele já estava dormindo fora, quer dizer, eles conseguiram doutrinar até pela... Pelo essa esse afastamento. Porque eu que brincava mais, eu que eu que curtia mais o cachorro ali, né? Então esse cachorro sempre me acompanhou. Então eu jogava bolinha de tênis com ele, ele pegava. Nossa, era uma farra com esse cachorro. Eu tinha Eu gostava mesmo, passeava com ele, dava banho e tudo mais. E aí quando meu pai morreu, minha mãe teve que sair da casa, né? Foi morar num apartamento, num lugar mais seguro. E aí eu trouxe o cachorro comigo. Esse cachorro ainda conviveu comigo algumas alguns anos, né? E morreu de velhice. Morreu, a gente calcula aí, acredito que uns dezessete anos de vida, que é um período longo para um cachorro, né? Então, é uma uma assim uma passagem também que que foi difícil ele se adaptar em casa, né? Porque ele também sentiu um pouco essa esse outro ambiente para ele também, ele teve essa... Ele não se acostumava. E eu lembro que ele nunca me mordeu. Nunca me mordeu. Ele sempre me respeitava. Ele mordia até as outras pessoas. Chegava a morder meu pai, por exemplo. Quando meu pai aproximava de mim, ele tinha ciúmes. Ele rosnava. Aí meu pai ainda ficava bravo que ele rosnava. Meu pai queria bater nele porque ele rosnava para o meu pai, meu pai não aceitava isso, né? Mas meu pai entendia que era por essa aproximação, porque eu protegia muito ele, ele tinha essa identificação comigo, né? Mas quando a gente mudou para essa essa casa, que eu casei, que eu fui morar, que era a casa que meu pai ajudou a gente a ter... Eu lembro que ele ele ele teve dificuldade de de de se habituar ali. E aí, nessa tentativa de bater nele, para ele parar de latir, ele me mordeu. Ele fez uma mordida que eu tenho uma cicatriz hoje que eu levo como uma marca que eu não vou esquecer dele nunca mais. Mas ele veio a morrer de velhice. E eu não abri mão, eu peguei ele na clínica eh e eu mesmo fui enterrar perto de casa, porque assim, era considerado um ente da família né uma, era ali alguém ali muito próximo da gente. É isso.
Tem mais alguma história que você queria
Não, Mariana, eu acho que eu consegui registrar... É muito difícil a gente falar da gente. Mas eu acho que eu consegui... São momentos bem pontuais. Um momento da minha infância, das brincadeiras com os meus amigos, com a vizinhança, eu tinha muito isso forte. Um momento do meu pai, da minha mãe, das viagens que a gente fazia para o litoral. Um momento... Um momento... Eu dou um salto, porque aí eu chego a a ter um registro muito forte, que é o momento do meu namoro com a minha esposa. Isso foi muito presente. O momento da faculdade. O momento do casamento. O momento da perda do meu pai. E do nascimento das minhas filhas. Eu acho que é isso. E ah E o momento da... momento hoje do da banca né da do mestrado que eu concluo hoje aí como etapas que eu consegui vencer com todas as dificuldades que eu tive que é isso muito legal você gostou de dar o depoimento não gostei muito eu eu queria que esse depoimento um dia pudesse ser visto pelas minhas próprias filhas eu acho que eu deixo para elas esse conteúdo Não digo para a minha esposa, porque a minha esposa conviveu tudo isso praticamente comigo né, a grande parte. Ela ela é a história viva. Mas as minhas filhas que estão agora nascendo, que às vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer as histórias dos meu dos pais. Né? Eu não tive a oportunidade de conhecer as histórias do meu pai e nem da minha mãe. Então a gente eu tenho dificuldade de de saber como né o que que eles fizeram na vida. A gente não tem muito esse hábito. Então eu acho que o trabalho do museu da pessoa... eu acho que ele agrega nesse sentido, de aproximar as pessoas, de você buscar a história de vida, a sua vida faz parte da história da vida dos seus antecedentes. Então é isso, eu espero que a minha filha mais velha e a minha filha mais nova possam enxergar e e e esse depoimento como uma diretriz para elas. que elas entendam o que que foi a mãe delas e o que que foi o pai delas. Que é um pouco isso.
Ok.
Está ótimo. Então está bom. Você viu que eu consegui não chorar.